E qual é a data de nascimento?
Bom, isso aqui é difícil de confessar.

E a cidade de nascimento?

Já era lindo.
Qual é o nome dos seus pais?

E você lembra o nome dos seus avós?

Você sabe a origem deles? é...
A origem, eu acho que de todos eles, era a origem portuguesa. Dos meus avós maternos, eu tenho bem mais informações. Porque do os ascendentes, os eh de onde veio a família do meu avô, eram um pessoal de Minas. E se você for mais atrás, mais adiante, você vai encontrar os inconfidentes. Ah, Bárbara Heliodora... José Inácio Alvarenga Peixoto, assim, ãh, os Inconfidentes Mineiros. Então, desta, mas é uma raiz portuguesa, sempre. E a da minha avó materna, bem mais recente, porque a gente sabe que foi...

Hum, e você sabe por quê? Como foi essa vinda? Nã
Não, ãh, dos primeiros a gente não sabe. Devem ter sido, teve ter vindo aí procurar ouro, apresar escravos, sei lá, <laughs> dos mais antigos.

O nosso Dom Pedro I voltou a Portugal, não é? ele estava em luta com o irmão dele, Dom Miguel, pelo trono. E parece que o meu avô era miguelista <laughs> Então ele fugiu de Portugal, foi para a Inglaterra, teve a sorte de aprender inglês. Muito bem, e veio para o Brasil ser professor de inglês. Esse é o primeiro professor da família que eu <laughs> conheci. Mas a minha avó, ãh... paterna também foi professora primária.

Quer dizer, eu tenho ascendentes professores, né, porque minha família valoriza muito essa profissão.
Ah, legal... Você lembra, onde é que você viveu na infância?

E como é que era a sua casa lá, você lembra?... Ah, mas eu gostava muito de morar lá, porque era mais ou menos perto.

Porque o o Flamengo era só uma rua ali e depois vinha o mar. Então, era muito agradável morar lá. Sempre gostei muito. Mas vinha sempre a São Paulo, porque minha mãe era paulista. Os irmãos dela eram daqui. Meu pai se dava muito bem com os cunhados. Então, eu vinha muito a São Paulo. Em trinta e dois,

Não, ainda um pouquinho antes. Ãh, você lembra das brincadeiras de criança?
Ah, sim!

Vamos dizer, era uma vida... A criança tinha muito mais liberdade, né? Porque podia brincar na rua. Eu me lembro que ficava alguém vigiando, uma empregada e tal. Mas a gente brincava na rua, pulava a corda na frente de casa, tinha vizinhos. E se dava... Era muito tranquila a vida, né? Nos anos E você tem irmãos? Não tenho, eu sou filha única. Eu tinha, brincava muito com os primos, que eram filhos da irmã da minha mãe, meus grandes amigos. Hoje, e mais moços que hoje, os dois são falecidos. O último, infelizmente, faleceu esse ano, o ano passado. Mas eram meus companheiros de brincadeiras, né.
E você lembra da casa mesmo que você morava? Como é que ela era...?
Das casas.
<laughs> Ah, foram muitas? É...

Eu mudei, tinha uma que era... Mas, engraçado, as duas casas em que eu morei eram casas térreas, casas que não tinham um segundo andar.

Eles chamavam aquilo porão habitável. O porão para nós não era habitável, era brincável, <laughs> porque era muito brincadeiras, para a gente sair correndo e brigar, <laughs> fazer vários jogos e tal, fazer uma barulheira. Mas era esse tipo de casa muito engraçado, que eu chamo de casa tipo bonde, que tem um corredor e quarto, quarto, quarto. <laughs> Você entra e tem uma sala, depois tem um corredor, quarto, quarto, quarto, depois tem outra sala e o banheiro e era perto da cozinha, lá longe. É engraçada essa grande mudança da arquitetura hoje, né, <laughs> que você exige um banheiro para cada quarto. Naquela época, o banheiro era lá longe, mas ninguém achava. E o telefone, quando tinha aquele telefone, que já não era, eu já não me lembro desses telefones de manivela. O telefone de manivela eu vim conhecer no interior de São Paulo, mas era um telefone... que a gente pedia o número, telefonava, pedia o número, a telefonista perguntava, número, por favor, você dizia o número, e ela ligava e ela acabava conhecendo a gente... e tal Olha, se telefona mais tarde, ele está ocupado. E o telefone era no corredor. Ninguém pensaria em ter um telefone assim, muito menos, <laughs> nem numa mesinha, muito menos dentro da bolsa como hoje. O telefone mudou <laughs> radicalmente.
E como que era um dia típico na tua casa, assim? Se for contar, como que era? era lembro lembro
Não sei, eu acho que... Seu pai, sua mãe... A gente brincava, era levado à escola, voltava. Tinha essas brincadeiras de tarde, que a gente brincava assim na frente de casa, porque tinha outras crianças.
E sua mãe, o que que ela fazia?
A minha mãe fazia tudo, nossa, fazia tudo. Ela tinha uma empregada, mas as empregadas eram um pouco precárias, né? Então, acabava tendo muito trabalho a dona da casa. Minha mãe também gostava muito de costurar e minha mãe tocava piano e cantava, uhum, que eu adorava. Era a coisa mais linda. Pois eu aprendi piano também, mas quando a gente começa a parte de estudos, não não toca mais piano. Então, era... o dia era muito preenchido.

E como que foi essa vinda? Essa vinda foi, uhum, uma coisa meio traumatizante, porque vocês se lembram, vocês conhecem a história, sabe? Mil novecentos e e trinta, o Getúlio Vargas tomou o poder, não é? e meu pai era oficial do Exército. Mas meu pai sempre foi uma pessoa, que eu digo, legalista. Ele obedecia à lei. E a lei não era a revolução, embora ele fosse gaúcho. Ele não concordava com o jeito do Vargas. Então, quando houve a Revolução de trinta e dois, ele fez parte de um grupo de oficiais do Rio de Janeiro que conspirou contra o Getúlio. Eles vinham para São Paulo, eles fizeram um grupo que vinha para São Paulo para ajudar aqui a revolução. Os meus tios estavam aqui, eles sabiam que seriam todos recebidos, tinham estado em contato, mas eles foram apanhados com a boca na botija <laughs> Eles foram presos, o meu pai e esse grupo. E então ele ficou preso durante a revolução toda, que foram poucos meses, né, ele ficou preso num presídio primeiro, depois num navio ancorado no meio da Baía de Guanabara. Vocês podem imaginar que coisa curiosa, né, mas o Getúlio, na verdade, ele deu aos oficiais uma uma prisão muito, ãh, vamos dizer, honrosa, de certo modo, né. Eles ficaram presos naquele navio, mas as famílias tinham o direito de visitar, coisa que, aliás, eu adorava, né, porque, imagina, visitar meu pai preso num navio no meio da Baía de Guanabara, era uma coisa sensacional. Mas, aí, quando terminou a Revolução, ele foi reformado do Exército.

Esse período que vocês ficaram, esses meses que vocês ficaram com o seu pai preso, como é que foram?
É, pois é. Foi alguma coisa que eu... Sabe, é é uma criança. Tem umas coisas curiosas. Eu eu me achava, assim, no meio de uma de uma história sensacional <laughs> Sabe como é? E meu pai não estava sofrendo. Esses oficiais nunca foram maltratados pelo Getúlio. E nós tínhamos comunicação pelo rádio com Os Revolucionários de trinta e dois, e Sabe aquele rádio...? A gente chamava o rádio de capela. Era um um rádio bem grande, assim, que sempre eram, assim... escuros e tal. E dava uma estática terrível, fazia um barulhão horroroso. Lá pelas tantas da noite é que se conseguia ter notícias de São Paulo, então eu ouvia aquela música muito conhecida, até vou cantar um pedacinho, embora eu não tenha voz nenhuma, <humming> que era típica da Revolução de São Paulo, ficávamos todos muito impressionados, aí nesse pedaço nós fomos morar na casa da minha tia, do meu tio e minha tia lá no Rio, porque para minha mãe não ficar sozinha e eu. Então, eu achava muito bom, sabe, <laughs> durante a Revolução. Eu achava ótimo. Estava na casa com os primos, com toda aquela emoção. Todo domingo, eu não sei se era todo domingo, ou pelo menos algumas vezes, a gente ia visitar o pai e ele estava muito bem.

<laughs> Eu passei a evolução muito feliz.

Tinha a praia, tinha os outros primos. Primos um pouco mais longe, mas também muito queridos. com os quais me relaciono até hoje.
Eu fiquei curiosa para saber, você lembra como era esse esse navio? Como é que era?
Era o Dom Pedro segundo, era um navio da... como é que se chama essa? Era aquela antiga companhia ãh do governo brasileiro. Agora eu não me lembro, tem muita coisa que eu esqueço. De repente eu lembro. Do Lloyd. Do Lloyd brasileiro. O navio do Lloyd brasileiro. Dessa vez eu lembrei logo. É Dom Pedro segundo Ancorado no meio da Baía de Guanabara.
E como foi o dia da mudança? Você lembra?
Ah, não lembro. Não? De jeito nenhum. Engraçado.

que também morava no Rio e que foi e que trabalhou com o presidente Washington Luiz.

E eu tenho a ideia, mas é engraçado, já me disseram que isso não era verdade, mas eu tenho a ideia, teria sido outra viagem talvez, que eu vim para São Paulo de automóvel com esse meu tio e e a família dele.
Você não lembra como é que você veio, então? é
Eu tenho uma ideia. Eu tenho essa ideia de eu ter vindo com eles, talvez minha mãe e meu pai tenham me deixado com eles para... Fazer uma mudança mais, talvez, movimentada <laughs>
E vocês vieram para onde?
Primeiro, nós ficamos numa pensão. Eu, minha mãe e meu pai, enquanto eles procuravam um apartamento, e

Eu tenho uma vaga ideia dessa pensão, mas não, não me lembro muito bem.

E nós passamos a morar lá. Que a minha tia também morava lá por perto. Então... Daí nós sempre moramos, enquanto eu fui solteira, moramos naquele bairro.
E como é que era?

Ah, foi... Bom... É é engraçado, são desses cortes, assim, porque eu também tinha terminado o curso primário, né? Eu precisava entrar no no ginásio, era o tempo do ginásio de cinco anos. Então, logo aqui, a nossa família indicou que...

Então, eu fiz exame de admissão, porque naquela época, as crianças de onze anos tinham que fazer... Meus filhos ainda fizeram exame de admissão ao ginásio. E fiz o exame de admissão, entrei. E aí, você sabe, a capacidade de adaptação de uma criança é muito grande. Eu tinha os parentes aqui também e passei a viver como paulista.
O que você gostava de fazer?
Eu não tinha, assim, uma... Eu gostava muito de ler. Vamos dizer que a coisa mais importante para mim era ter... Porque eu acho que uma filha única, um filho único... recorre muito, bom, hoje eles ficam vendo televisão e tal, mas naquela época não, eu gostava muito de ler. Então, logo eu, sempre eu fui assim, fácil fazer amigas, tinha muito

E você lembra se tinha uniforme? Como é que era a escola?
Tinha, é, tinha. É. A conhecida saia azul marinho de pregas. Aliás, todos os colégios tinham uniforme, né? Saia azul marinho de pregas, blusa branca, boina. Era obrigatório, né? Era escandaloso você andar sem chapéu. E crianças, meninas, usavam boina. Uma boininha assim de lado. Azul Marinho também.
E a escola era quanto tempo? Era amanhã todo, o dia todo?
Eu eu tenho ideia de eu ter estado mais no período da tarde, mas houve um ano que eu estava no período da manhã.
E como que era o cotidiano da escola? Você lembra? Tem algum professor que tenha te marcado? Pois, é
Muitos.

Era um um jardim muito grande que tinha um edifício muito bonito do jardim de infância, hum, de aço e vidro, muito bonito mesmo. Era muito agradável na escola. Mas era, vamos dizer, um tipo de disciplina muito mais severa do que a escola que eu tinha estudado no Rio. Então eu... De começo, eu me ressenti um pouco. Mas, por outro lado, tinha uma biblioteca deliciosa. Então, todas as vezes que faltava um professor ou todas as vezes que eu resolvia cabular aula, eu ia para a biblioteca, onde eu podia ler todos os livros que eu queria. Na época, eu nem sei, nós liamos muito. Não era só, os livros de crianças já estavam se esgotando, né? Da Condessa de Seguir e Monteiro Lobato, que eu li todos.

Eu acabava de ler um livro e recomeçava imediatamente, <laughs> tanto que eu gostava. Depois aqui já era mais a literatura ãh de Biblioteca das Moças. Júlio Diniz, que era um escritor português, que tinha uns livros grossíssimos, assim, eu não sei como é que a gente lia aquilo, mas lia tudo. E comecei Júlio Verne e todas as aventuras. Sei que entrávamos, eu dizia, entrávamos porque as minhas colegas também, muitas vezes, faziam o mesmo roteiro. Então, agora... No mais, você me pergunta do que a gente fazia. A gente ia ao cinema no domingo. Domingo tinha a matinê de cinema, que era comprida, porque, primeiro, ãh você tinha... Todos aqueles complementos. Tinha jornal, tinha trailer, tinha seriado. Esses seriados que os meninos aí gostavam muito, né? Esses seriados de cowboy. E depois tinha o intervalo, que a gente comprava bala e tal, e aí tinha o filme principal. Cinema era domingo. Não tinha esse negócio. Cinema durante a semana, nem pensar. Acho que nem faziam, mas deviam fazer matinê, né?

Tem alguma história que você lembra, que que te assustou?
Não, eu me lembro que o que eu não entendia era o vice-diretor. Um senhor muito alto e muito pomposo. que quando nos intervalos a gente fazia um pouco de barulho, ele chegava e dizia, meninas, que era uma classe feminina, meninas, isto aqui não é um mercado de peixe. <laughs> E eu dizia, mas como será um mercado de peixe? Eu nunca tinha visto <laughs> <laughs> Então, ele ficava muito bravo. Mas ele não falava meninas, ele falava moças. E nós éramos, afinal, crianças.

Mas agora os professores eram muito bons. Muito bons.

Como era o nome dele? Agora me escapa. Depois o professor de matemática era ótimo. doutor Vilhena, que ensinava latim. Nós aprendemos latim.

E o francês era muito valorizado. Então, aqui, peguei também um bom professor de francês, que era um professor português.

E aproveitei muito e eu

Nunca tive a professora particular de francês, francesa, nada. E quando eu entrei na faculdade, tive professores franceses e entendia tudo muito bem. Porque eu tive ótimo curso de francês nessa. Tinha também inglês. Era um currículo muito bom do ginásio. E eram muito exigentes, então nós tínhamos muita lição de casa. Hoje chamam dever de casa, lição de casa. Lição de casa fazia-se muito, estudava-se muito, formávamos grupinhos de estudo, não é? E era muito... Eu levava muito a sério o estudo, eu sempre fui estudiosa.
<laughs> Como que eram esses grupos de estudo que você falou agora? Vocês iam na casa de alguém? Onde vocês estudavam? é
É, ou na casa de uma, na casa de outra. E nós tínhamos, assim, os que moravam mais perto, era mais fácil. Então... Mas era para a prova, era todo dia. É, ou então, tínhamos até que moravam longe, mas que a gente ia. Porque, afinal... Era fácil, andava-se de bonde ou de ônibus, não é?

Eu tinha um tio que morava lá longe. A gente levava, assim, uma uma meia hora, uns três quartos de hora, porque o trânsito era pouco, né?
<laughs> Era fácil, né?

interior? Sim, algumas vezes, mas não era comum.

Então eu ia passar férias, adorava passar férias lá. E tenho primos até hoje, me dou muito com ela, com a minha prima. E eu tenho outros parentes mais recentes que moram no Rio.

Às vezes, é. Tá. Muitas vezes.

E como eram as festas? Festas. O seu aniversário sempre foi próximo do Natal? É.
As festas eram muito simples, sabe? A gente convidava para comer um bolinho, né? para ver, festejar, acender as velas, comer um bolinho, um sanduichinhos. Era muito simples.
Não reunia a família toda?
É, reunia a família, tinha as amigas, os ãh primos. Eram festas muito simples, mas que a gente gostava muito. Muito divertidas.
Eu queria saber agora um pouquinho de você mais mais jovem, assim, mais mais... Depois você foi ficando mais mais velha, enfim, adolescente, jovem. Pois, é
Ai, aí começa o problema de querer ir à festa, da mãe não deixar <laughs> Porque naquela época, imagina se ia ãh sozinha, ou com com um amigo, ou com um namorado, mas de jeito nenhum.

para servir em Cheperon. Eu tinha uma grande amiga que tinha um irmão que minha mãe aprovava. <laughs> Então, eu podia ir à festa com ela.

Quando vinha o meu primo do Rio, era uma bênção, porque ele acompanhava a gente. Me acompanhava a minha, a minha prima daqui.

Também minha mãe confiava muito nele. Não sei se tinha <laughs> razão, mas... E onde vocês iam?

Festas eram prestigiadíssimas. Ou do do Grêmio da... como é aquele onze de agosto da Faculdade de Direito, mas esse do Grêmio Politécnico, eu me lembro que era muito era muito prestigiado E tinha um amigo nosso que arranjava convites, nós íamos. Ou então eram festinhas, aí quando você fala de adolescente, aí mudava. Aí já tinha festinhas em casa de família, mas com música que não era nada de dê jota, como é que eles têm hoje, nada. <laughs> Era disco mesmo, aqueles discos pesados setenta e mas...
E tem alguma festa que você tenha te tenha te marcado?
Ah, tinha tantas, tão gostosas, né? Que a gente ia, ou fazia na minha casa também. Mas na minha casa eu não me lembro de ter música, não. Não era o gênero, era mais eh... faziam-se brincadeiras, não me lembro mais, sorte, sorteio, tinha uma sorte, ganhava uma coisa, um um versinho prevendo o futuro, <laughs> umas brincadeiras desse tipo.
E você lembra que música vocês ouviam?
É engraçado, eu não me lembro da música nacional ser muito valorizada. A música nacional era mais valorizada quando a gente fazia um tipo de... de seresta com alguém que tocava violão. E que a gente cantava, Saudades de Matão, <laughs> estas cantigas todas antigas, assim. Mas para dançar e para cantar e tal, a música americana estava invadindo, né? Então, por causa dos filmes. Porque aí, na minha adolescência, foram os filmes ãh do tipo de... Começaram os musicais americanos, hum. E todos os filmes. E era o Sapateado, o Fred Astaire, Ginger Rogers. Todas essas figuras do cinema americano, né? Mas nós gostávamos muito também das músicas francesas, porque tinha o famoso Jean Sablon, Tino Rossi, e... Então, tinha essas vertentes diferentes, né. Para dançar, para festa, era música americana mesmo. Era o foxtrot, era um o tipo de música que agitava mais.
E vocês bebiam?
Mas era curioso o baile, porque isso é que eu acho formidável que há diferença para hoje. Hoje, é é cada um dança como quer e a moça vai buscar o rapaz ou não vai buscar ninguém e dança sozinha e tal. Porque nos nossos bailes, a gente ia e as moças ficavam todas sentadas e esperavam ser tiradas para dançar. Então vinha o rapaz, se curvava e dizia, vamos dançar? Antes tinha fórmulas mais rebicadas, né, mas já no meu tempo já não era assim de perguntar, quero me dar um prazer, vamos dançar. Mas eles é que tomavam a iniciativa e as moças ficavam <laughs> ali esperando ser tiradas. Era um desgosto horrível. se a gente não era tirada, e um desgosto horrível para os rapazes se eles não eram aceitos, porque às vezes vinha um desconhecido, a gente não gostava da cara, dizia, não, obrigada, estou cansada. <laughs> Então, e o coitado, a gente dizia, fulano tomou tábua, tomou tábua porque foi recusado. Engraçado que eu não me lembrava disso, me lembrei agora, vocês me obrigaram a lembrar.
E aconteceu de alguém que você queria muito dançar, vir e chamar?
Acontecia muito de alguém que a gente queria muito dançar com aquele e ele vinha e convidava a moça vizinha e não a gente. Tristíssimo, né? <laughs> Eu vi ele vir e disse, ah, vem me chamar. Não, não, era vizinha. Horrível.
E aí agora eu queria saber um pouquinho como foi a sua escolha profissional.
Ah, sim. Como é que foi? Pois, é, esse Esse é um outro problema curioso de certo modo de história da evolução da mulher. Porque você veja, já ninguém duvidava de que a mulher devesse ter educação, pelo menos educação ao nível médio. Porque a saída aí era você fazer eh o ginásio e a escola normal. Você então seria professora primária. Porque não havia formação de professores secundários. O professor secundário era improvisado. Esses meus professores do ginásio, Eles tinham médico, advogado, engenheiro, que faziam o ensino como um bico, ou como uma vocação.

eram professores, eram professores, assim improvisados. Bom, mas em mil novecentos e trinta e quatro foi fundada a Universidade de São Paulo com uma faculdade nova, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Esta faculdade começou com uma ideia de ser completamente nova, não é? Não só, ela dava uma formação profissional, porque ela formava professores de nível médio, quer dizer, não mais o professor primário, mas o professor do ginásio, do que hoje é o ginásio e o colégio, mas ela também formava a o pesquisador, o estudioso em profundidade das determinadas áreas da ciência, tanto das ciências físicas, das ciências naturais, quanto das ciências humanas, das letras, filosofia, ciências e letras. Então, essa essa faculdade, mas ela foi interpretada primeiro como uma faculdade de formação de professores, um pouco mais elevada, o que permitia que as famílias achassem ótimo que as mulheres fossem. Então, a quantidade de mulheres na faculdade de filosofia era muito grande, principalmente nessas áreas de ciências humanas e letras. Depois que elas começaram também a invadir as áreas de ciências, de ciências físicas e naturais. Então, o que aconteceu foi uma porta aberta para a gente fazer, porque tinha muito pouca moça na faculdade de direito, na faculdade de medicina, não é, na engenharia, acho que uma ou duas, era muito pouco o que tinha ainda. Na sua casa, você nem... Você, não, na minha casa, todos queriam que a gente fizesse, que eu e a minha prima fizéssemos um curso superior. Queriam muito. E eu tinha um tio advogado, até trabalhei no escritório dele quando eu tinha deze E... e ele queria muito que eu fosse, que eu fizesse faculdade de direito. Ele era professor de direito e queria Mas eu não achava nenhum interesse, justamente porque eu trabalhei um ano ou dois no escritório dele e eu achava muito árida a aquela missão de tratar com leis, problemas, ãh, eu eu Eu gostava de ensinar mesmo, sabe?

Que ser professora era uma boa coisa. Mas aí essa ideia, então, de ser professora de gente mais mais velha, de uma matéria, de estudar. Eu adorava história. Eu tinha um ótimo curso de história, Dona Branca Canto e Melo, no no ginásio. Então, eu juntava as duas coisas. Eu aprendia mais história e eu poderia ensinar, né? Enquanto eu estava na faculdade, já eu dava aulas para o pessoal que ia fazer vestibular. Nós tínhamos o Grêmio, tinha o o Grêmio tinha um cursinho de vestibular. Então, para mim foi uma coisa assim...

E a minha mãe achou ótimo... Um segundinho, só que a gente vai trocar de fita. Tá.

Você estava contando do dia que sua prima ligou.
Ela mandou um recado para uma pessoa que foi para lá, para eu ouvir depressa que ela tinha arrumado um professor que estava dando uma espécie de cursinho durante um mês, preparando as pessoas para fazerem exame para a faculdade, vestibular. E lá vim eu correndo e e escolhi. Esse é a minha prima também, Geografia e História. Era o curso conjugado, os dois juntos, e Então, nós estudamos durante aquele mês um pouco precipitadamente, mas é que nós tínhamos bons cursos anteriores. E o vestibular, naquela época, era uma coisa completamente diferente. Não só, não havia... esse número enorme de candidatos, mas então o vestibular podia ser um vestibular tranquilo, tinha exame escrito e oral. Então nós passamos, acho que mais de uma semana em exames, mas a gente também podia... se expandir mais. E eram provas dissertativas, como nós tínhamos bons cursos anteriores. Eu e minha prima entramos muito bem <laughs> Muito satisfeitas. E foi a entrada na faculdade, aí é uma coisa interessante. Foi em mil

Cinco, seis, Trinta e oito. Ãh... a entrada na faculdade, sabe? O começo, aquelas aulas com aqueles professores, não só ãh nós tínhamos excelentes professores franceses que tinham vindo com a fundação da faculdade para justamente dar um impulso aqui, como eles também estavam preparando outros professores para... E eram pessoas de muita competência. Então, era assim como se se abrisse uma cortina nova no mundo. Era alguma coisa completamente nova, completamente diferente. Não tinha nada a ver com o curso que nós tínhamos feito.
Como era?
Porque os professores franceses, para começar, eles falavam em francês. E você tinha que se acomodar com aquilo. E você veja, um estudo de geografia, um estudo... O de história, eu tinha tido um bom curso de história com Dona Branca, que já era uma professora mais evoluída. O de geografia tinha sido muito daqueles de nomes e datas, não é? daqueles da nomenclatura e fazer mapinha e tal. E, de repente, a gente entrou num nível de conhecer... Como é que se fazia geografia mesmo?

Então, nós tínhamos uma visão completamente diferente. Não era uma nomenclatura, era uma vida. E outra coisa, que o professor Bombay, ele deu uma grande vitalidade à geografia do Brasil. Porque era comum no no ensino médio, nós sabíamos muito bem o nome de estados e capitais da Europa, da <laughs> África e tal, e a gente sabia até um pouco do Brasil, não é?do que andava por aí. Então, ele deu um grande impulso à geografia do Brasil. dessa, do trabalho de descoberta, não? de fazer ciência geográfica. E e história é a gente trabalhar com documentos, coisa que nunca se tinha feito. E não só em história do Brasil, como também em história da Europa. A acentuação, vamos dizer, para nós, o que foi, foi a acentuação europeia.

na parte de história. Os professores de história eram professores europeus que se interessavam mais por história europeia. Então, nós tínhamos mais esse desenvolvimento. Agora, quanto ao de geografia não, geografia nós entramos no Brasil. Foi alguma coisa muito importante.
Tem alguma viagem que você tenha feito nesse curso, nessas excursões que tenha te marcado?

Depois, nós, foi por aí. Não fomos muito lon também, financiamento e tal, era difícil a gente fazer um um , como é, um bolinho para financiar e tal, era Mas aprendemos muito nesse sentido, não é? E, e então, para mim, que eu estava interessada em ensino, Mas é isso que a gente precisa ensinar às às crianças, aos estudantes, ensinar essa nova mentalidade, não é? de história. Nós tínhamos ainda ontem... Por coincidência, eu fui procurar, porque ãh lá em casa, um um dos meus, um marido de uma neta, estava querendo saber como é que tinham sido as minhas aulas tupi-guarani. Nós tivemos aula tupi-guarani, mas é tupi-guarani por quê? Afinal, nós temos uma quantidade imensa de topônimos no Brasil, com a própria rua onde vocês estão, na Tingui, e <laughs> todas aqui, muitas aqui perto, são nomes tupis, e nós não sabemos o que quer dizer, de jeito nenhum. Então, nós tínhamos essas aulas de tupi para poder decifrar os topônimos e ver que significado isso tinha, inclusive na nossa história. Dr. Plínio Airosa era... E ele montou um museu, Tupi-Gurani. Então, achamos não só, várias, ãh... vários cursos de história, vários cursos de geografia, geografia física e geografia humana, mas nós tínhamos também essa parte de apoio com Tupi-guarani, com sociologia. E demais. Era... Era isso. Não, não se tinha... Pois é.
Você tinha, como que era o grupo de amigos da faculdade, assim? Era diferente do das das do grupo?
Era bem diferente, é. Como que Mas esses primeiros tempos da faculdade, eles, acho que o pessoal de hoje perdeu esta esse conhecimento que nós tínhamos, que era de conhecer era de conviver com todas as turmas, porque era uma... Eram turmas menores, muito menores, e nós estávamos, assim, também, curiosamente, alojados num lugar e em outro, num lugar e em outro, e a gente ficava conhecendo outra turma, outro, outra sessão, fazia outros amigos, porque nós tivemos a Faculdade de Filosofia, esteve hospedada no terceiro andar da Praça da República durante muitos anos, e esteve num prédio

Na Maria Antônia, razoavelmente, quer dizer, não tudo, mas uma boa parte, e ir aos ãh poucos mudando para a cidade universitária. Cidade universitária foi depois que eu estava já trabalhando,
E aí, como é que foi esse período de faculdade? Você já sabia que você queria ensinar, né?
Ah, sabia, é, eu queria. Eu tinha o maior interesse. Então, ãh, eu me dei muito bem nas matérias pedagógicas, porque no último ano nós tínhamos matérias pedagógicas.

Legal, foi aí que você já tinha trabalhado antes?
Não, eu tinha trabalhado, ãh, nessas aulas no Grêmio, de ensinar o pessoal aqui, e depois este professor, ele tinha um colégio, e ele me convidou primeiro para dar aulas no colégio dele, uhum, que eu dava aula no primeiro ano de História.
Seu primeiro trabalho, então, foi essa aula no Grêmio? ou

Você já imaginou o programa da primeira série do ginásio? Era história antiga, história oriental, história antiga. Então, você com a Pérsia, Sírios e Babilônios, Egito e tal. Quer dizer, é é era difícil de você encontrar um caminho, né, que não ficasse só no pitoresco. Era muito difícil, mas a gente fazia o possível, não é? E quando eu comecei a trabalhar na faculdade, então, o que eu trabalhava em didática, quer dizer, ensino de história. Aí era muito interessante, porque... Os próprios alunos, muitos deles eram professores. Sabe, nessa época é, de transição, entre você ter no ensino médio professores, todos leigos, e você ter uma formação, muitos desses leigos estavam fazendo a faculdade. para ãh se capacitarem, não é? Então, esses ãh meus alunos muitas vezes eram professores e permitiam que os outros estagiassem com eles e dava uma discussão muito boa, uma discussão ótima. Eu me apoiei muito na experiência deles também. esses primeiros anos eram muito estimulantes, porque a gente estava criando uma mentalidade nova, estava criando uma um ideário novo para o professor, um modo de trabalhar, um modo não só quanto ao tipo de matéria, quanto ao modo de tratar o aluno. Na época, as teorias pedagógicas vinham, vamos dizer, de duas fontes. Era John Dewey, nos Estados Unidos, um pedagogo muito de muita influência, que abriu muito as ideias, né, para uma educação que ele chamava de educação democrática. Uma ãh educação que respeitasse o aluno, que trouxesse a a as necessidades do aluno à tona para para você atender. Isso, a linha americana. E o o o correspondente europeu era era a linha de Clapahead, depois do nome por escrito, Clapahead, E todo um grupo de professores franceses que tinha que eram os que pregavam uma educação nova, l'éducation nouvelle. Nessa época, vamos dizer, na época da guerra, logo depois da guerra, ãh, e isso então se disseminou muito, porque eles tinham as classes novas, as classes no velho, onde faziam experiências. Então, isso estava tudo começando. E era muito estimulante você ter toda uma série de teorias, toda uma série de experiências novas sendo feitas e que nós estávamos acreditando nelas. A a gente acreditava que precisava mudar, ãh Que a rigidez do meu Fazendo um parênteses, eu disse para vocês que eu tinha muito bons professores, muito sábios professores, mas nem todos eram assim. E aqueles mesmos, ainda muitas vezes, eles caíam naquela rotina de falar, falar, falar, e o aluno tomava nota. Era um ditado disfarçado. A gente aprendia a escrever depressíssima. Eu adquiri uma velocidade enorme Então, porque você queria pegar cada palavra do professor. E era aquilo que era requerido nas provas. Então, aí, quando eu comecei a trabalhar, eu queria muito mudar isso. Eu achava que isso não dava certo. tanta coisa ãh acumulada por escrito, muitas vezes decorada, né. Então, a gente queria que o aluno aprendesse essa nova mentalidade dele conquistar o seu saber, dele descobrir o que ele queria. Então, foram esses primeiros anos muito, muito estimulantes para nós. Aí eu comecei, eu fiquei dois anos substituindo uma professora, depois ela não voltou, aí eu fui êh mesmo, eu fiquei mesmo, não sei, quarenta, quarenta e dois, é, na faculdade, ãh, contratada na faculdade.
Ah, você se tornou professora da faculdade?
Da faculdade de filosofia, é.
)Por quanto tempo você continuou lá, na faculdade, dando aula?
Na faculdade de filosofia, depois a faculdade de filosofia virou faculdade de educação.

Eu trabalhei cinquenta anos. Não trabalhei mais porque mandaram a gente embora com setenta
Mas aí, quando você foi para a faculdade de filosofia, porque você estava na faculdade de história, né?
Não, a faculdade de filosofia, ciências e letras, tinha todas essas sessões. Filosofia, ciências e letras. No campo das ciências, você tinha ciências humanas, como história, filosofia, bom, filosofia era uma sessão à parte, ãh, como história, ciências sociais, e você tinha sessões de ciências naturais, física e tal. Então, a A sessão de História e Geografia era uma sessão da Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras.
Ah, entendi. Aí depois você cursou outro curso?
Depois eu cursei Filosofia, ãh, porque tinha Psicologia, e aí é que veio o problema. Então eu estava trabalhando em Ensino de História, né, na faculdade. Na faculdade, você veja, eu fui contratada por um professor que eh se endereçava que era professor de didática, ensino de, não é? ensino de alguma coisa. Primeiro, ensino de história e geografia, ensino de ciências humanas. Depois é que eu passei a trabalhar em didática geral. Aí eu comecei a sentir muita falta de um apoio psicológico, porque você vê... Tanto da parte do professor quanto da parte do aluno, você tem aí um problema que é um problema psicológico. Como você aprende? Como você ensina para que o outro aprenda? Este é um problema que hoje em é, dia se ãh a denomina psicopedagógico, não é? Mas para mim faltava o psico. Então, ãh, aí eu fiz filosofia. Mas aí eu já estava trabalhando, eu senti falta porque eu ia, eu estava fazendo doutorado. Na minha época, não existia ainda o mestrado, existia só o doutorado. Então, eu fiz doutorado
E aí você fez um novo vestibular para para filosofia e psicologia?
Eu não precisei fazer um novo vestibular, porque no ano que eu resolvi entrar na filosofia, as vagas excedentes eram oferecidas a professores já formados. Então, eu já estava formada, me candidatei e não houve concorrência. Se houvesse concorrência, eu tinha que fazer, mas não houve.
E como foi esse novo Filosofia? O curso, é
Eu já fiz com mais dificuldade, porque eu já estava casada, eu tinha três filhos, era <laughs> um negócio que não era brincadeira, né. Mas, mas também eu estava muito mais madura. O primeiro curso eu fiz com dezessete anos.
Então, como é que foi que você conheceu o seu marido?
Ele trabalhava no escritório do meu tio. Era também estudante de Direito. E aí ficamos nos conhecendo.
E você lembra da época do namoro? Como é que era?
Lembro. Namoro é é como eu disse, o negócio você tinha que levar acompanhante. Até para ir ao cinema com o namorado, tinha que pagar o primo para ir junto. <laughs> A gente pagava.

Pagava como?
Dava balas, ou davam dinheirinha para ele cobrar bala. Então, ele ia.
<laughs> Que ótimo.
<laughs> Para passear de automóvel, precisava ir junto. Eu tinha o primo mais moço que fazia dessas. Mas era um negócio de passear de mãos dadas ao redor da quadra de casa, da escola. Os namoros eram muito tranquilos. Não tinha nada de parecido com o namoro de hoje. <laughs> Para ir à festa, isso que eu estava contando. alguém Algum homem da família mulher não servia. Porque eu podia ir com a minha prima, né, que ia sempre comigo. Mas não servia de acompanhante, precisava O preconceito era esse. Precisava de um rapaz, irmão ou primo, ou irmão de uma amiga de muita confiança, para acompanhar.
E com quantos anos você... É... Você já o conhecia fazia tempo?
É, porque eu conheci há alguns anos. Nós nos conhecemos, namoramos. Eu me casei em quarenta e dois, eu tinha vinte e um anos.
Como que foi o início do namoro? Você lembra?

Pois é, foi assim, com um negócio, começa assim... De repente, ãh vão muitos nas suas festas, de repente, vai só aquele. <laughs> De repente, ãh, a gente tem vários programas, de repente, só tem aquele programa. Começa assim, excluindo os outros e ficando só aquele. Então, o namoro vai, todo mundo vai dizendo, você está namorando fulano? Eu digo, não. Até que a gente assume, não, estou pronto.
Então... E aí, vocês namoraram há quanto tempo?
Sei... Uns três anos, entre namoro, noivado.
Vocês ficaram noivos?
É, porque tem negócio de ficar noivo. Aliança na mão direita. Um ano noivo. O negócio é comprido. Nada de semelhante como o que existe hoje.
E ele se pediu em casamento?
É, pediu. O pai dele não era o próprio noivo, não. Era o pai.
E como é que foi? Que ia
Que ia falar com o pai da noiva. Mas nós os conhecíamos, eram pessoas de nossas relações. Então, não houve problema nenhum <laughs> <laughs> Todo mundo tranquilo. Ele
O pai dele veio...
É, veio... Veio na sua casa? Veio na minha casa falar com meu pai e minha mãe. Então, deu tudo certo.
E seu pai falou o quê? Veio falar com você?
Deu o sim.

Estava tudo já mais do que combinado <laughs>
E como que foi? Vocês se casaram? É. Como? Na igreja?
Na igreja e no civil, né? É. Tudo... Dos dois modos.
E você lembra como foi, não?
Foi um casamento muito simples.

Porque, veja, o o meu pai era oficial do Exército. Eu pulei um episódio aí, que eu acho que é interessante, como episódio histórico. Ele foi reformado porque ele foi preso pelo Getúlio, né, como eu te falei. Ele Quando nós viemos para São Paulo, ele foi reformado. Já um... Um oficial do Exército ganha pouco. Quando ele é reformado, ele ainda ganha menos.

Apoiado a revolução e dava um empreguinho assim. Passaram esses anos. Na guerra é que ele voltou ao exército, porque ele foi convocado. Aí já tinha acabado as... os problemas do da Revolução, ele voltou, ele foi convocado, trabalhou em recrutamento. Ele já era um homem mais velho, trabalhou em recrutamento, começou a ganhar mais. Mas a nossa vida era muito modesta, porque entre um... Os proventos de um oficial reformado, que ele era apenas major, não era um oficial superior. Era um oficial reformado. E os empreguinhos que ele tinha. Então, o casamento era uma coisa caseira. <laughs> Eu casei na igreja de Santa Cecília, depois lá em casa minha mãe fez um lanche. um tipo de almoço assim, com um lanche, e pronto, acabou. Só a família, a nossa e a dele, e também poucas pessoas, só as mais próximas. Não tinha esses brilhos dos casamentos de hoje mesmo. Era uma uma festa familiar e conforme as posses que a gente tinha. Se eram poucas, se fazia dentro do possível, né?
E depois vocês tiveram, foram morar onde?

Aí minha mãe tinha comprado uma casa com uma herança do meu avô. Meu avô morreu em trinta e cinco, foi justamente alguns anos depois da Revolução de trinta

E nós fomos morar nesse apartamento, nesse prédio em que nós alugávamos o apartamento antes.

Que era bem pertinho, que que foi ótimo para mim, né? Porque aí eu comecei a ter filho <laughs> e era uma quadra. Trazia criança, deixava com a mamãe e ia trabalhar. Aí a faculdade esteve... Esse período depois que a faculdade se instalou na Maria Antônia, para mim foi ótimo.

Primeiro, era ali na Praça da República. Depois, na Maria Antônia. Era muito bom, porque eu tinha o bonde, Vila Buarque. Saia dali e ia dar na esquina.
E como foi a primeira gravidez? Você lembra? Foi, é,
Na primeira gravidez, é, eu enjoei muito. Eu achava muito ruim, porque eu enjoei muito. Eu custei para parar de enjoar. Até os três, quatro primeiros meses, eu enjoei muito. Então, isso era desagradável. Mas, ãh, depois, foi tudo normal. Eu tive partos normais, todos. Teve quantos filhos?

Três filhos.

São todos homens?
Não, duas moças e um rapaz.
Que é o caçula. É. É. E aí, nessa época, então, você acordava, não, levava seus filhos para a casa da sua

E aí ia para a faculdade?
Tribulada, ia para a faculdade, dava aula, voltava. A questão do professor, eu acho que tem uma certa vantagem, porque a gente pode combinar certos horários. Depois, quando eu passei a a trabalhar em tempo integral, Mas aí meus filhos já estavam mais velhos, já estavam na escola, já era possível a gente maneirar. Mas a vida de uma mulher que trabalha, naquela época, não era fácil. E olha que eu tinha esta bênção de Deus, que era a minha mãe, que me ajudava em tudo. Que ficava com as crianças, as crianças adoravam ela, morava pertinho. Eu era filha única, era... Ela me atendia em tempo integral. <laughs> Então, eu tinha essa facilidade. Mesmo assim, não era fácil. Eu imagino três filhos, é Para ter filho, fazer concurso, porque na faculdade você tinha que fazer, não é?

Aí a coisa sempre melhora, mas tem o negócio de levar e buscar e tal.
E aí, quando eles foram crescendo, teve uma, o que que mudou na sua vida? Com os filhos? Bom, foi a casa cheia, enfim? É

Aí vendemos essa que que tinha sido da minha mãe. E nós temos uma casa maior. Moramos também num apartamento bem apertado, mas depois, em mil novecentos e sessenta e um, a casa ficou pronta. Aí começou aquela vida agitada com filhos adolescentes. Muito alegre, é, muito alegre e muito agitada. Era interessante.

E como que foi esse período com eles adolescentes? Qual é a diferença da sua adolescência e da deles? Como é que era essa educação em casa? Eles
É, coitados, eu acho que eles passaram um período de transição muito difícil, porque eles se revoltavam muito com as restrições que nós, o pai e a mãe, fazíamos as saídas deles porque nós vínhamos de uma outra época, não é? cheia de restrições. Então, e eles não se conformavam, elas sobretudo, porque para os homens nunca houve restrição, você sabe.
<laughs> Para as mulheres...

As moças é que tinham restrições. E elas ficavam muito revoltadas com as as os limites que nós colocávamos, porque nós ainda vínhamos de uma outra época. aos poucos elas foram se libertando e nós fomos nos conformando. Porque aí chega uma época que os filhos ensinam os pais. Nós não não podíamos mais manter aquele tipo de limite.
Conta uma história de uma rebeldia das suas filhas.
Bom, <laughs> minha filha, teve uma famosa em que eu fui para a faculdade dar aula e e nós tínhamos carro e ela sabia dirigir, a minha segunda filha, sabia dirigir, mas a gente não tinha carta, não queria que saísse, principalmente não sabia ler onde é que ela iria, né? Tinha um carro que ficou em casa e a minha mãe <laughs> ficou tomando conta porque ela queria sair de carro sozinha. Minha mãe ficou sentada embaixo da escada, quer dizer, na na beirada, na subida da minha escada e para tomar conta dela. E ela desceu pela janela, tinha uma escada de pedreiro lá, ela desceu pela escada de pedreiro, pegou o carro e saiu. Esta foi famosa, né? Ela fugiu. Fugiu. Uma escada de pedreiro. Tinha coisa assim. Aí nós tínhamos uma longa conversa, ah... Uma briga mesmo. <laughs> Não podia e tal O negócio era era difícil de estabelecer. Aos poucos as coisas vão se acomodando, não é? Depois tem os períodos de namoro delas, de noivado, de casamento...
E aí, como é que era?

Então, elas passaram a adolescência na cidade, depois traziam os filhos.
E aí, o irmão, o caçula, acompanhava as duas?
Ah, não, ele não acompanhava muito, não. <laughs> Ele também fez as dele. Ele fez uma viagem de motocicleta Isso você pede para Antônia te contar. Uma viagem de motocicleta que ele entrou. Uma viagem... aquele sabe aquele roteiro do Che Guevara? Mas foi antes do Che Guevara. <laughs> O roteiro pelos Andes. Foi Foi dar nos Estados Unidos. Tinha um primo morando lá e foi dar
E vocês deixaram ou ele simplesmente foi?
Ele foi, né? Ele tinha uma motocicleta. <laughs> Nós sabíamos que ele ia e tal. E a gente mandava um dinheirinho por mês em algum banco de algum lugar. De vez em quando ele sumia. Não dava notícia. A gente ficava que nem louco aqui. Mas... Sei que ele foi daí em Houston. Aí a biblioteca... A a motocicleta pifou. Aí, graças a Deus, quebrou a motocicleta, não pude voltar de moto. Mandou a motocicleta embarcada. Essa motocicleta ficou trinta e cinco anos aí na minha casa. Trinta e tantos anos aí.
E depois, como é que foi a escolha profissional deles? Você você ajudou?
Ah, não, aí cada um tinha inteira liberdade, o que eles quiseram, eles fizeram. A minha filha mais velha fez, ela é arquiteta, mas ela fez primeiro ciências sociais, depois ela fez arquitetura.

Tem dois arquitetos e e uma psicóloga. Ninguém quis ser professor. <laughs> Nem advogado, porque meu marido era advogado. É interessante que nenhum seguiu a profissão dos pais.
E seu marido foi advogado a vida inteira? foi
Foi, é. Ele foi... Teve alguns cargos políticos também, que ele foi vereador e e presidente da Câmara. Depois ele foi membro do Tribunal de Contas do município. Quer dizer, mas cargos todos de magistrado, de de advogado, uhum, e E eu trabalhei trinto e cinco an

Era uma escola nova, interessante. Eu gostei muito de ir para lá. Eu tinha me aborrecido aqui. Então, quando eu fui convidada a ir para lá, eu gostei muito. Eu tinha ãh direito à aposentadoria, então, mas a minha a minha formação, a minha a formação e o meu trabalho maior foi aqui na faculdade, na faculdade de educação, que foi a continuidade da filosofia, quando Aí é um episódio também que a gente tem que notar, que é o seguinte, num dado momento, houve uma reforma da Universidade de São Paulo. Aliás, da maior parte das universidades. Elas deixaram de ser a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, esse aglutinado de sessões, e elas se separaram. Então, ah, ficaram, a Faculdade de Filosofia se tornou uma unidade, a Geografia e História, Instituto de Geografia e História, Letras também tomou independência, depois tinha Instituto de Física, Instituto de Matemática e a Faculdade de Educação. A Educação continuou como nome de faculdade. Então, aí foi em setenta, que a faculdade de educação ficou independente.

Você foi fazer, foi dar aula também?
Eu fui.

Dava alguns outros cursos porque tinha um problema que começou a me interessar muito. Foi didática do ensino superior. Porque as pessoas acham que o professor de ensino superior, basta ele saber, ter o conhecimento, que ele ensinará bem. E não é bem assim, não é? Ele precisa saber como o adulto aprende. Como é que ele vai conseguir que o adulto aprenda. Ensinar não é mais do que conseguir que o, facilitar a aprendizagem do outro. Então, esse era um desafio interessante que eu já tinha enfrentado aqui na Faculdade de Filosofia, mas principalmente na Faculdade de Educação, porque nós tínhamos sido chamados para trabalhar com o pessoal de Medicina e de Odontologia em didática do ensino superior. que é um trabalho desafiante, não é? Porque o professor, quem está se formando, o médico que está se formando, está fazendo residência, ter que ter um... alguém deve ensiná-lo a ensinar, ele não acha bom, uhum. O outro... O dentista do último ano, que já está fazendo também o seu estágio e e está ganhando seu dinheirinho, ninguém tem nada para me ensinar, eu sei tudo. É difícil você trabalhar essa mentalidade. E aí nós começamos aqui um trabalho interessante de sacudir um pouco essa mentalidade antiga das pessoas reconhecerem que podem aprender alguma coisa a mais.

Não, eu ia duas vezes por semana ou uma. Porque lá eu não tinha termo integral, eu tinha... Eu, ãh, escolhi ficar com o turno parcial. Então, tinha semana que eu ia duas vezes e a semana que eu ia uma. E nessa semana que eu ia duas vezes, um dos dias era só para trabalhar com pós-graduação e orientação de alunos. Porque aí começou o problema de você... Isso já aqui, desde setenta que começaram os cursos de doutorado. Aí você, o doutorado não era apenas um concurso, era um curso. Então, eu também dei aulas e aí a gente recebia os alunos para orientar. orientação de teses, de mestrado e de doutorado. Aí houve um período que eu fiquei horrivelmente sobrecarregada, porque era muita gente e poucos os que tinham os títulos que podiam dar essas aulas. Então, mas deu tudo certo. Eu me orgulho muito dos meus orientandos, gente que fez coisas muito boas e bonitas. E eu tive um episódio também que me interessou muito profissionalmente, foi quando nós conseguimos instalar um colégio de aplicação. Isso foi antes, isso foi bem antes, mas eu eu quero dar um destaque aqui, porque foi talvez a experiência que mais me marcou.

A lei pedia que as faculdades que formavam professores tivessem um ginásio de aplicação. Quer dizer, uma escola onde os alunos pudessem praticar e conhecessem uma experiência renovadora.

Eu sempre dou muito valor a essa pessoa, essa personalidade, que lutou muito por isso, por nós termos um colégio de aplicação, por nós colocarmos na prática aquilo que a gente falava para os alunos. Porque, veja, eu digo, faça isto, mas eu não faço isto, porque eu não tenho um lugar em que eu possa demonstrar que isso dá certo, não é? É difícil.

Foram os ginásios vocacionais, talvez vocês tenham ouvido falar,

Então, nós tínhamos já uma série de experiências sendo feitas e nós fizemos a nossa. Foi aí que nós descobrimos toda uma área de... uma área de apoio que era a psicologia genética do Jean Piaget, que estava aparecendo como sendo uma... alguma coisa que se relacionava muito bem com o ensino.

Então, estava contando da escola de aplicação, é, é, e estava contando da influência do Piaget, né, é.

Era uma escola emprestada pela Secretaria da Educação, onde também o secretário da Educação, que era muito nosso amigo, o Solon Borges dos Reis, nos facilitou isso. Eu acho que ele não era secretário nessa época, ele era chefe do Departamento de Educação, e... Então, nós assumimos aquele colégio. para a gente fazer uma experiência, uma experiência pedagógica, quer dizer, no modo de ensinar, no modo de organizar o currículo, no relacionamento entre as matérias, na, no tratamento com as famílias, sabe? Então, foi uma experiência muito interessante. No trabalho também, uma coisa que mais nos marcou foi que nós fazíamos um... um segundo concurso para professores concursados pela pela pela Secretaria da Educação. Então, esses professores vinham muitas vezes do interior e eram pessoas que estavam sabendo que eles estavam sendo recrutados para participar de uma experiência nova. Foi assim que nós tivemos professores maravilhosos.

Então, nós tivemos uma experiência assim, fascinante, da gente poder testar as novidades e testar assim, de coração aberto. Quer dizer, isto dá certo, isto não dá. <laughs>

E sendo que era interessante também que o governo do colégio, digamos assim, era um colegiado, várias cadeiras da faculdade de educação, desde a filosofia da educação, psicologia da educação, administração escolar, todos tínhamos um diretor. e as orientações, orientação pedagógica, que era a minha parte, e orientação psicológica, apoio psicológico, que era da de outra cadeira, mas, E aí nós fazíamos também as reuniões com os professores, e que não era reunião para dizer se o aluno foi bem ou foi mal, era para discutir o que ele estava fazendo, o que ele estava achando de bom, o que ele estava achando de ruim, o que tinha um apoio ou não tinha um apoio, as inovações feitas, introduzidas pelos nossos professores. Foi um período, assim em que a gente passava mais tempo no colégio do que na faculdade. Dava as aulas na faculdade e ficava muito tempo no colégio. Tínhamos professores interessados também em já pesquisar o que estava acontecendo de novo, que faziam tese de doutorado sobre isso. Então, foi um período extremamente estimulante. O fim do colégio foi um fim político. porque o colégio ia indo muito bem, de vento e polpa, mas pegou a época de sessenta e oito, setenta, sessenta e oito, né, em que nós tivemos toda uma problemática política, pessoas que estavam interessadas em introduzir uma uma posição política no colégio, de modo que os meninos fizeram lá uma... uma espécie de sublevação lá e todos os colégios experimentais ficaram mal vistos ao mesmo tempo, porque eles eram inovadores, porque ãh a repressão da... da época da ditadura, não suportava colégios abertos, inovadores, democráticos, em que todos os assuntos pudessem ser discutidos, não é? de modo que todos eles foram. Não foi só o nosso. Infelizmente, o nosso foi de rodão, como foram todas essas outras experiências. Como foi o vocacional, pior ainda que o nosso, que o aplicação, e fecharam o colégio. Já na cidade universitária, uma outra escola de aplicação foi aberta, completamente diferente. A escola de hoje é uma ótima escola, excelente, mas não tem aquele aspecto pioneiro e inovador que nós tivemos durante dez anos. Mas o o que nós achamos é que todos aqueles que passaram pelo colégio de aplicação mudaram de algum modo, se... Foram pessoas que se tornaram muito mais, ãh... Eu tenho uma imagem de pessoas que tiveram os olhos muito mais abertos para ver a realidade do ensino e pessoas que tiveram muito mais, assim, a ideia de que é possível mudar, de que é possível inovar, que você não fica preso Há certos procedimentos que você já não sabe nem por que você faz. Então, isso foi muito bom para todos nós, é... Esse episódio que eu acho que eu queria contar para vocês, que foi muito bom.
E aí, como é que foi dar aula nesse período de pós-sessenta e? Como foi esse período?
Foi difícil, né, para todos. Foi difícil porque tinha, havia medo. Havia medo de que você pudesse se comprometer ou comprometer algum colega. Então, você tinha... Foi muito difícil, foi Foi um período também, é, que não foi só no colégio de aplicação, mas na faculdade você teve uma série de greves, de ocupação da faculdade. E era um problema muito sério, porque, de um lado, você via , eu não posso Eu não posso concordar com o regime militar. Mas eu também não posso concordar em que os alunos façam uma sublevação, um desastre total. Aqui, põem tudo de pernas para o ar. Eles resolvam coisas que absolutamente não estão em jogo. Resolvam sobre assuntos que não estão em jogo, que não sentido que eles façam.
Então...Ãh, o quê, por exemplo?
O que, por exemplo, mudanças de currículo. Mudanças de currículo podiam ser discutidas, mas não decididas sem que você tivesse a presença de especialista. não tinha. Os alunos queriam... <laughs> Como é que era o negócio que eles queriam? Só estudar o Brasil. Brasil aqui, Brasil lá, Brasil cá. Ãh Sim, gente, mas o Brasil não surgiu do nada, não é? E o Brasil faz parte de um mundo com o qual se relaciona. Você não pode pensar só em Brasil. Tem que pensar do Brasil num contexto, né. Então, eram coisas assim. Eu dou um exemplo porque essa foi uma discussão muito brava que nós tivemos. Mas, não, não foi possível, era uma posição muito difícil, porque, de um lado, de jeito nenhum você cooptava com as as violências do regime militar. Você tinha alunos, você tinha colegas que tinham sumido, tinham desaparecido, e você ficava desesperado. Por outro lado, você sabia que o caminho não era aquele de demolir tudo que se tinha construído a duras penas. Então, foram anos muito difíceis. Anos de chumbo.
Mas... Os seus filhos não se envolveram.
Não, mas amigos deles se envolveram. Amigos deles, pessoas muito queridas, se envolveram e nós sofremos muito com isso. Parentes nossos e nós sofremos muito com isso.
E aí depois o processo de retomada?
Essa época de retomada foi voltando tudo ao a uma normalização parcial primeiro, depois aí as coisas já foram sendo mais, como no Brasil inteiro, né? Nós sofremos a... Você vê, é é é isso. As escolas, as universidades, elas estão muito inseridas no contexto social, né, em todo o contexto político social de um país. Então, elas sofrem muito com as mudanças ãh abruptas, que custam para se para voltar ao normal. E nunca mais é o mesmo normal. Aí você já galgou um degrau, porque, certo, as crises também obrigam você a uma revisão de valores, não é? A toda uma revisão, a toda uma... Uma uma é como se você pusesse de novo na balança todos os seus valores para aferir de novo. Eles são mesmo poderosos ou não e e partir para uma nova etapa.
E como é a sua vida hoje?

Eu estou aposentada há muito tempo.
Há bastante tempo?
Há muito tempo. Eu me aposentei em noventa, com setenta anos, né.

Então, dois anos ainda dando aula, que eu tinha orientandos e tal lá, eu ainda fiquei dois anos, depois era muito penoso ir. Aí houve realmente uns anos em que o meu marido estava doente, pois meu marido faleceu, eu me mudei daqui, de onde eu morava,

Nem é é difícil, eu tenho uns óculos especiais que eu leio muito perto, então eu não posso mais ler uma tese. Aí eu não aceitei mais. Uma tese vai me levar, sei lá, três meses para ler, <laughs> porque eu tenho que ler muito de perto. Computador é bom, porque tem uma letra maior, iluminado, então eu posso, né? Mas para ler tese não dá. Aí eu não participei mais.
E o seu cotidiano deve ter mudado muito, né? Depois que você se aposentou, é. Ainda mais com seis bisnetos.
Não é? É uma delícia. A maiorzinha vai fazer oito anos. A minha única bisneta. Depois são cinco meninos.
Olha, que delícia.
É, levados na breca. <laughs> Os maiores... Tem dois que ainda são bebês, né? Mas os três maiores fazem... Fazer realmente um barulho que é uma delícia.
E como que é essa coisa com livros e as crianças?
Pois é, eu gosto sempre, eu li muito, aí que está. Esse que é um grande problema para mim é que eu só posso, eu posso eu posso ler pouco, não é? Ainda bem que eu gosto muito de música também, <laughs> então eu vou a muito concerto e aos poucos substituindo a leitura pela música, porque ãh a leitura é difícil. Eu leio, e eu gosto muito de história, ainda agora estou lendo aos pouquíssimos os livros sobre a vinda da família real, o mil oitocentos e oito, do Laurentino, que é muito interessante.

só o que me interessa muito, aí que está.
Uhum, fazer a seleção, é.
Porque, como é difícil, aos poucos.
Legal, muito bom.

Super obrigada. Queria perguntar se tem mais alguma coisa que você gostaria de contar, se pulamos algum pedaço.
Não, eu acho que está, são coisas assim. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo para vocês, está bom?
Está ótimo. <laughs>
De alguma coisa que possa ser interessante.
Como você sentiu dando a entrevista?

Como você sentiu dando entrevista, quanto a sua
Ah, não, eu me senti muito bem, vocês me deixaram muito à vontade. E e eu acho que eu gosto muito de falar, sabe? Eu acho que todo professor gosta de falar. E não, a gente começa a falar e não acaba mais. É terrível, né? <laughs> Vocês não têm caso de precisar mandar parar o entrevistado? <laughs> Eu acho que o professor precisa.
Super obrigada pela sua entrevista. Obrigada a vocês, venha de novo <laughs> se lembrar de mais coisas.
de mais alguma coisa.
A história é muito bonita.

Então depois eu vou procurar para vocês algumas fotos.
Isso.
Eu dei até... Já desligou?
Sim. Data, local de nascimento e profissão.

Profissão professora universitária.